Oportunizar esse esse Brigado. Contar a sua entrevista. Obrigado.
Eu que agradeço vocês aí por estar dando a oportunidade de estar falando sobre a minha história aí.

Então, para uma questão de identificação, eu queria que você falasse o seu nome completo, o local e a data do seu nascimento.

Maravilha.

Conheci só uma avó, né? Meus dois vôs eu não conheci. Uma avó também não.

Você lembra a história deles? Não, não não. Quando eles vieram para São Paulo? Você sabe essa
Não, não. Não Eu sei que foi difícil né para eles. Foi bem difícil para eles. Que já é uma uma coisa muito boa já onde a gente está né. A estabilidade da nossa família assim em questão de financeira e que que nem. Minha mãe não tem estudo né. Só sabe ler e escrever, mas não terminou a escola. Aí já... Hoje em dia o padrão já está melhorando aí. Minha irmã, meus primos também são são bem estudiosos e tal.
Seus pais nasceram aqui? Em São Paulo?
Nasceu. Nasceu os dois nasceram já aqui? É
É. Você lembra como eles se conheceram? Já contaram isso para você?
Já, já. Numa borracharia, velho. <laughs> Na borracharia, ó. Minha mãe, acho que na... Se eu não me engano, furou o pneu da da minha mãe e tal. Aí eles foram na boacharia, quer dizer, eles não né, minha mãe foi na boacharia e daí conheceu meu pai. Agora não me pergunte como, <laughs> foi a parada que eu não sei, sem maldade. Beleza, beleza. Hã Casaram faz
Não sã são Putz
Eu não sei quanto tempo não.
Sua família? Você tem irmãos?
Tem, ó, tem eh... Mais de vinte anos que os meus pais são casados. Eu tenho uma irmã mais velha, vinte e quatro anos, eu tenho vinte e um, né?
Beleza.

Não.

Não onde que você

E eu eu frequento lá mesmo, eu sou lá da vila mesmo, eu fico mais por lá mesmo, difícil eu sair.
Então conta para a gente um pouquinho de lá, mudou muito nesses vinte e um anos?
Mudou, cara.
Me conta um pouco, como era na sua influência ali? Como que era O o eu
O bicho pegava, velho. Quando eu era moleque o bicho pegava, aí depois as coisas começaram a se acalmar, graças a Deus, né? Hoje está bem mais sossegado lá, está todo mundo mais em paz. Que assim, eu moro na rua de cima, da onde pega o fogo mesmo, assim, onde é quebrada, né? É, favela mesmo. Então, a gente a gente não participava mesmo, né? A gente mais via, né? A gente não chegava a participar da violência. A gente mais via né o que acontecia. Mas era feio lá.

Daí o parece que as coisas pararam. Parou de morrer gente. Já não não morre mais tanta gente como morria lá, né? Está mais sossegado.
Quando você era criança, vocês brincavam do quê ali? Como é que era? Tinha uma coisa de ir na escola e voltar para casa?
Não, não, não. Ixi, eu ficava... Ó, eu sou rueiro, velho. Eu sou da rua, mano. Minha mãe detesta isso em mim. Porque eu gosto muito de ficar na rua. Meu segundo nome é rua. Minha namorada fala para mim que o meu segundo nome é rua, chama rua. Porque desde molequinho eu sempre fiquei na rua, cara. Sempre aprontei, sempre cacei. Problema. Ah, coisa de moleque, né? Curtindo. quando eu era pivetinho mesmo, eu andava de skate. Gostava de skate no co na época.

Dois morei Foi uma parte da minha vida, assim da minha infância assim. Entre aspas, porque eu já era aí doze anos, por aí. Aí eu andava de skate. Gostava mais de skate né. Aí daí depois fiquei fui ficando velho, fui procurando meios de ganhar dinheiro né. Aí comecei a dar uns trampos, vender pastel na na feira. Eh Trabalhava em loja de um Aí para poder juntar a grana, comprar uma roda de skate decente, né? Um rolamento. Aí fui crescendo, né? Fui crescendo, aí parei de andar de skate. Comecei escrever letra de rap. Que hoje, os meninos que... Na rua onde eu morava, os moleque tão com um estúdio. Estúdio muito louco, que os moleque conseguiu fazer na casa do moleque. E já tão tão gravaram dois cê dê já. Bacana, só que eu saí, né? Você tinha um grupo?

É mesmo? Ensaiavam tal?
Ah, na época, cara, a gente colocava uma uma fita com só a batida da daquela música do Racionais, diário de um detento. A gente só colocava a batida e ficava pirando, gravando, porque a gente amava essa música, né? Para gente os caras eram tipo os deuses, assim, tá ligado? Uns deuses, assim. Aí a gente fez a Aí não deu certo, né, mano? Não Aí eu mudei de lá, né? Voltei para onde... para onde eu estou agora, né? Que era assim, né?

Aí não deu certo, a casa é muito grande, aí a gente voltou para lá, né?

Sair um pouco do trânsito.
Mas me conta um pouco, assim, essa... Vamos voltar um pouquinho para a questão do rap. Você estava com os amigos, foi uma iniciativa, vocês se apresentaram, vocês chegaram a fazer alguma coisa assim de Não não de tocar em festa? Era só

Vocês? É Era só entre a gente. Era mais uma brisa mesmo, uma brincadeira. A gente não levava a sério, né? Tipo, ah, vamos virar rapper e tals. A gente só brincava. Não tinha o que fazer, né? Se vai para rua naquela idade né, já sabe, só droga, só coisa errada. Então a gente ficava lá dentro do da casa do moleque escutando um somzinho, escutava muito Charlie Brown também. A gente gostava bastante.

Essa questão do lazer ali era complicada até hoje? Como é que vocês faziam ali? Ficavam na casa, vocês saíam para a rua. O que é que vocês faziam na rua? Vocês tinham o quê? Um Uma adolescência? Quinze anos, é isso? É
É. Tirando... Não sei nem se pode comentar, né?

A gente gostava de ficar na rua zoando, velho. Aí joga bola, sem eh sem camiseta. Coisa de moleque mesmo, de rua, de vila, tá ligado? Só que isso aí, moleque, quando a gente estava aprendendo as coisas, né? Aprendendo mesmo o que é bebida, o que é festa, né? O que é droga. o que é o tráfico, o que é o que é ser trabalhador, né? Tudo. Acho que foi essa época aí.

Cabeça mais feita.

Mas você poderia contar para a gente algumas coisas? Quando você fala de revelador, assim, o que foi aprendendo... Você podia descrever para a gente alguma situação, alguma coisa que foi marcante? A
Ah, tem várias, cara.

A gente viu o moleque comprando roupa de marca, tirando moto, e não sei em quanto tempo, pouquinho tempo já morreu, já descobriram que tinha sumido.

Aí colocaram ele dentro de uma casa lá, aí daí subiu, porque era assim, né? Tinha uma uma um picho lá, que eu eu não vou citar, né? Mas tinha um picho lá que que era muito famoso na época. E todo mundo queria ser desse picho. Eu mesmo carregava lata de tinta para os caras, para só para ter o o conceito dos caras, né? Só para ser amigo dos caras. E esse menino que prenderam, lá na garagem, era do desse desse picho, né?

Isso foi muito marcante, porque eu to foi um susto, né? Porque quando você está do lado do cara, o cara é seu seu amigo, né? Entre aspas. A gente está conversando, o cara é legal, o cara... Aí, de repente, o cara do nada já subir, de gritando, falando, né? Ameaçando todo mundo, porque o moleque estava lá. É daí que a gente percebe que é muita maldade, né? Que rola, né? Até hoje, velho. Hoje mesmo eu vejo muita maldade, cara. Muita maldade. Naquele Nesse beco que eu fiz, eu tenho um trampo meu, que é o da

E é isso aí, infelizmente o dia a dia de quem mora em vila, né, cara?
Mas tem coisas boas também, viu? Por exemplo manda lá
Tem coisas boas, pelo amor de Deus. <laughs> Com certeza não com certeza O rap foi uma coisa muito boa mano. Para mim, até hoje assim, foi o que me ajudou a mudar minha cabeça, a colocar minha cabeça... Tipo, eu não eu não curto muito tê vê pública, de jeito nenhum. Eu não gosto, cara. Para mim é só besteira, só bobagem. Eu estava até comentando com uma amiga ali, que eu não curto mesmo. E E foi isso foi o rap que me ajudou. O skate também. Joguei bola, joguei basquete. Aí aprendi muito, porque aí a gente aprende a que você treinando, treinando, treinando, daí você consegue, né? Não adianta você querer tudo de uma vez, né? Porque ele é é nascer sabendo, né? A gente tem que batalhar. E foi assim, né?
isso tudo você Praticava o que umas praças? Lá tem umas É ó

E aí o basquete veio depois, bem depois mesmo.
Tem umas festas ali também? Como é que é?
Ó, no Sesc, a gente está no Sesc ainda, né? No Sesc, festa, festa teve, teve umas bagunças lá. Eu era moleque, já não sabia muita coisa e tal, ficava mais de boa <laughs> na minha, né e tal? Mas nada demais assim, não. As quermesse, a gente adorava as quermesse que tinha no Sesc. Lutava, velho. O bagulho Se pã é conhecido até na por aqui, porque o barato lotava, velho. Bastante. E festa é só isso mesmo.

Isso aí é... Não é festa, né? É só um happy hour.
te falava e você bom você você se apresentou aqui para a gente né como fazer a arte com grafite tal. Exato. Mas pelo que você falou, você já fazia uns pichos né. Fazia picho cara Então você começou assim Movimento começou com o picho depois foi desenvolvendo? Picho picho é
É, não exatamente assim. O picho para mim hoje é um vandalismo. Para mim hoje eu mudei minha minha forma de ver completamente. Né porque eu não conhecia o grafite. Não mesmo, assim, não conhecia mesmo. Para mim era coisa de outro mundo, era coisa da Europa, sei lá, de outro mundo.

Por causa de picho. O meu primeiro contato com lata de spray foi no picho. Não posso mentir. Eu me arrependo, né? Mas a gente não conhece não conhece, né? Foi no picho. Mas hoje eu sei diferenciar o que é que é uma arte e o que é que é um vandalismo, né? A gente aprende com o tempo, né?

é o que você falou fiquei até na cabeça agora.
Voltando a essa questão dos grupos, eram grupos do mesmo bairro, só que diferentes, por causa do Piche, e você chegou a ter, assim, se envolver, ter que Não não te que correr ter que?
Não, não. A única coisa que eu que eu fiquei surpreso, eu nunca acho que eu nunca mais vou ver isso na minha vida, nem quero, foi incrível isso aí, que na rua na na es na esquina da minha rua tinha uma padaria.

Isso aí foi também foi assustador, cara. Assustador Foi uma época que tinha toque de recolher. Só passava a rota lá onde a gente Mas foi um foi um um um longo período não, cara, foi um curto período. Depois passou isso aí, meu, também a aqueceu, ficou tudo mais tranquilo.
Você comentou da polícia, né? <coughs> Como é que é ali a relação polícia com a comunidade, vocês ali, morador? Ah
A primeira vez que eu tomei uma cacetada na canela de um polícia, eu tinha onze anos, velho. Foi lá no Sesc, lá. por besteira também, estar atravessando a rua, de não estar mesmo, se estivesse eu falava, mas de não estar junto mesmo e os caras falarem que está e tal. E só também no e, eh agora mais para frente teve né velho, teve uns uns casos aí complicadíssimos né, só que mais para frente né.
Ah, você mais velho? É
É, agora há po há poucos tempos aí né, não na época do Sesc.

Como é que foi esse retorno? <coughs> As coisas tinham mudado?
Ah, foi foi ruim porque eu não conhecia ninguém, né? Eu não conhecia ninguém.

Daí comecei a estudar, né? A escola você já viu, né? Sempre tem uma confusão, sempre tem uma uma brincadeira boba, né? Os caras querem montar em cima porque você é novo. Mas aí o tempo foi passando, passando. Aí eu já vixe conheci todo mundo de novo. Eu Tenho mu tenho eu tenho quatro quatro... Eu tenho seis primos, velho, que moram lá. Então tem um pessoal, né? Tem um primo meu que que sumiu. A gente não sabe para onde foi. Morava lá também. Ficou doido também, não sei o que aconteceu. E foi isso aí. E os
E os amigos da velha guarda? O pessoal tinha mudado?
Então, aí eu não não voltei mais para o.

Não sei porquê, mas...
E conta aí, daí bom, como é que foi essa transição vai do piche, o que você não se envolveu muito, mas para o grafite? Como é que você apren conheceu o grafite?
Como é que você... Véio, eu conheci o grafite faz um ano, cara. Pouquíssimo tempo. E eu Quando eu conheci, que eu pensei em grafitar, é que eu eu estava desenhando. Primeiro é assim, né? Eu sofri um acidente de automóvel né com faz dois anos atrás. Que foi eu tive um eu fiquei quarenta e oito dias internado no hospital, né? Fiquei dois dias na ú tê í.

Foi muita treta mesmo. Eu tive que aprender tudo com a mão esquerda, cara. Eu era destro. Hoje eu sou canhoto. E a E as coisas mais as as coisas mais difíceis são as as primeiras coisas, as coisas mais simples para aprender né, que é comer e escrever né. É cara aí eu tive que aprender a escrever e eu vi que escrever eu até consigo, só que tem que ir muito devagar. Aí eu tentei fazer alguma coisa para ajudar na coordenação motora né da minha mão. Aí eu comecei a desenhar, pensando, pô, eu nunca vou conseguir fazer os desenhos que eu conseguia fazer antes, né? Porque, sinceramente, cara, você com uma mão fazer, eh ni eh apontar o lápis, apagar, eh pintar o desenho né com o lápis de cor. Daí eu fui tentando, tentando, tentando, aí de repente, Começou a surgir. Aí encontrei um amigo meu que andava de skate. Ah, estou com vontade de fazer uns grafites.

para falar a verdade né, comprei uma montana, descobri que a montana é uma marca aí de de lata de spray aí uma das melhores para grafitar aí comprei, fui grafitar e vi lá, aí já era aí pirei mano, aí comecei a a comprar já ti eh tinta colorida aí comecei a elaborar os trampos antes de pôr na parede Aí já estou tentando fazer sem olhar em nada, só riscar mesmo. Esses trabalhos que você viu, meu nenhum, foi foi tudo na hora, tirando na hora, não olhei nada, nem foto, nem nada. Foi assim, foi assim. O grafite, ele ve eh veio como um hobby, né, cara? Agora, assim, para mim, é como se fosse um hobby, assim, uma uma coisa um... como se fosse um... não não não sei se o esporte esporte seria uma palavra correta de falar, né? Tipo, esporte. Mas é como se fosse, meu, é um um lugar para você tirar um lazer, é um lazer que que eu não levo, tipo, que nem meus amigos tá, eu estou até muito feliz porque um amigo meu ele está está conseguindo aí já ganhar dinheiro na arte. Estava pintando, estava crescendo mesmo na área da arte mesmo né. Já vai fazer facul e tal. Eu já não su piro tanto na arte assim sabe em si. Eu gosto né, mas o que eu gosto mesmo é do desenho, do grafite né. Eu já não penso ah o virar um um Leonardo da Sei lá, uma uma parada dessa, né? Eu penso mais só no grafite mesmo, fazer uns trampos show. Eu tenho uns caras que eu piro demais, que que são gringos, né? Tem uns trampos deles, que eu que é realismo, né? Que é, tipo, deixar o mais real possível, né? O rosto, ou o que for que você desenha na parede, que você coloque na parede.
Várias questões, na verdade. É Várias questões. Tem várias correntes no grafite, é isso? Você se enquadra no realismo?
Tem, cara. Vixe, o o grafite ele tem muita porta, velho. Eu não conheço nem nem um terço. Eu não conheço nem um terço das portas que tem o grafite, cara. Apesar de eu ser... Eu sou novo, né, velho? Eu sou novo também, tem essa. E eh tem estilos, né? Tem estilos de grafite, tem letra. Eu já sou horrível para letra, não gosto de engraftar letra. Mais personagem mesmo, desenho.

Pode voltar. Porque eu vi que tem um divisor de águas aí na sua história, que é justamente a questão do acidente, né?
Exatamente.
Me conta um pouco desse dia.
Do dia do acidente? O dia me esse dia Ah, a gente... velho, eu falo isso eu con eu falo isso todo dia. Todo dia eu falo para uma pessoa do meu acidente. Porque o pessoal vê, né? Que eu uso o tala. Aí o pessoal sempre pergunta, né? O que é que foi isso, tal? Aí eu falo. Não, não sei o que. Tem vezes que eu já falei que... Uma vez eu estava super nervoso no hospital. Mas de saco cheio mesmo. Porque eu estava usava pina externa. E tinha que limpar, né? Toda vez. Eh o Uma vez na semana, desculpa. Aí E, uma vez eu estava lá, injuriado, aí a tiazinha chegou em mim e perguntou. Eu já tinha falado umas quatro vezes o que é que tinha acontecido comigo para as pessoas que eu já não conhecia. Aí chegou uma senhora em mim. O que é que aconteceu com com você, meu filho? Eu falei, eu estava no avião da Tam, senhora.

Eu juro para vocês, velho. Eu olhei para a tiazinha e falei, eu estava no avião da Tam. Antes dele cair, eu pulei da janela. A tiazinha, nossa! Não sei o que, não sei o que lá. Aí A mulher me chamou eu fui andando. Eu nem falei para a tiazinha que tinha sido brincadeira. Vai saber. <laughs> <laughs> Foi hilário, cara. ãh foi muito engraçado esse dia aí. Entre aspas, né? Tirando as complicações, né? Eu acho que, que nem meu pai me falou hoje isso aí no carro, né? A gente tem que tirar as coisas boas, das piores coisas que aconte que acontecem, que por mais que seja ruim o que acontece, a gente tem que tirar as coisas boas, né? Eu sou assim, cara. Eu fiquei quarenta e oito dias internado, comecei a namorar a enfermeira. Fiquei seis meses namorando a enfermeira que cuidou de mim. Ela passou o maior pano para mim. Eu tive queimadura também e o papel que eles usavam para tratar era super caro, né? Era tipo, raro lá no...

E ela passava maior pano, tipo, para tirar raio xis, esses bagulhos. Ela me ajudava. Eu tenho muito carinho por ela também. Aí ti ti arrumei algumas coisas para distrair a mente, né? Eu Os os médicos falavam para mim que eu não ia ficar com o meu braço. Que ia ser raro se eu conseguisse, ia ser um milagre. Daí eu consegui. Melhorou. Eu estou fazendo tratamento. Estou fazendo fisioterapia. Vou fazer uma cirurgia ano que vem. Está longe para caramba, né? <laughs> Vou fazer fisiote eh Vou fazer a cirurgia ano que vem. E daí estamos aí, né? Eu já Eu já sei que é uma batalha que eu tenho para a minha vida inteira para estar arrumando, consertando, né? Vendo se dá para melhorar ali, melhorar aqui. Aí com fé em Deus a gente está aí, né?
E você estava fazendo o que nessa época? Trabalhando? Você estava

Eu era novo né, eu tinha o que dezenove Anos é a idade do cão né mano é uma idade Se você passa inteiro dessa idade aí velho, você agradece a Deus. Porque não foi um acidente que eu sofri. Tá ligado tipo Esse acidente vai eu vou lembrar para o resto da vida, não tem nem como não lembrar né. Tem cicatriz pelo corpo inteiro, tirando o braço né. E tinha cinco cinco pessoas dentro do carro, só eu que que fui o mais afetado né. Teve só um menino que raspou a cabeça, assim a gente bateu num guard rail

com com o farol, como é que Sirene A sirene com a sirene né. Eu faço o sinal da cruz e dou graças falo para ajudar quem está lá dentro, porque se não fosse aquilo ali, aí já era.
E quando você saiu do hospital, como foi voltar para casa?

Um choro, todo mundo eh feliz né. Aquele choro de alegria né. Só que durou pouco, porque aí eu tive que voltar. Aí fiquei mais um um tempo né. Fiz outra cirurgia. Todo mundo rezando que eu fiz enxerto de artéria né. Aí se não desse certo esse último enxerto, tinha que amputar o braço. Aí graças a Deus deu certo. E aí eu voltei, né? Primeira coisa que eu fiz foi comer no McDonald's, <laughs> porque a comida do hospital ninguém merece. Ninguém merece. Meu pai enfiava na minha boca a comida, porque eu não conseguia comer, né? E daí eu fui indo, né, velho? Aí fui voltar a escrever, né? Foi o que eu te falei. Trampar. Estou trampando. Vai Faz um ano e pouco que eu estou trabalhando, cara. Eu trabalho com informática.
Você já conhecia também ou foi?
Já conhecia. Eu já trabalhava antes já. Manjava, né? Manjava um pouco de de Linux, hã? De redes também. Trabalho com telecom, com suporte técnico. Hoje eu manjo um pouquinho de tudo.

Arrumei um trampo legal, mano? Foi bacana também. Me ajudou muito, viu? Esse trampo me ajudou muito. Mudar minha mente também. Ele me tirou um pouco da rua, né? Também.
Como é que você conseguiu esse trabalho? Como é que você foi?

Tam também é uma coisa legal, porque eu tenho um amigo que ele era skatista. Ele era o melhor skatista da da região. Aí ele teve um á vê cê, né? E ele ficou com a mão esquerda igualzinha, está na minha direita hoje.

<laughs> Nós ficava brincando, brincando, sabe? Ele não liga também, né? E daí, por pelo acaso, né? Aconteceu comigo esse acidente. Aí a mesma coisa, quem olha assim pensa que a gente tem a mesma coisa, né? Só que o dele foi á vê cê. E aí ele me indicou o lugar para mim fazer o uma entrevista, fazer uma prova. Aí eu fui, fiz a entrevista, conversei com a mulher. Falei, tipo, igual eu estou conversando com vocês aqui. Contei uma história para ela, a minha história, né? Aí ela me arrumou um trampo lá, cara. Aí eu fiz umas três, quatro entrevistas lá, onde eu estou. Aí deu certo, ainda bem, né? Trampando lá, foi bacana. Gostando de lá.
e voltando para o grafite, o grafite en entra? Aonde aos fim de semana?
Meu, agora eu não vou mentir, cara agora eu estou um pouquinho parado assim, mas para mim é desenho todo dia né, todo dia, na rua, parou ah, no quando você toma banho com o espelho ficava, ficava como é que fala? Esfumaçado É, eu vou com o dedo lá, faço um desenho e tal. <laughs>

E o grafite em si, que é tinta, aí é bacana, né? Amigo, tinta, pega uma galera, vai com um objetivo, bagulho é é show. Aí só final de semana mesmo, velho?

Mas final de semana eu vou. Esses dias teve uma exposição de um amigo meu lá.

E eles estavam falando para mim, pô mano, você sumiu, você sumiu, você sumiu. Falei, não, vou voltar, vou voltar, vou voltar. <laughs> Pode deixar que eu vou voltar, porque... tem que comprar lata né, tem que fazer um corte também, tem que ir no centro, comprar umas latas de spray diferentes, porque o que a gente ganha <coughs> nem sempre dá para fazer um tampo bem elaborado, é uma é você tem mais dificuldade né de estar fazendo.

Final de semana, né? Final de semana né. Se for para pôr assim o grafite mesmo, final de semana.
Você podia contar para gente uma in uma incursão de vocês, assim, que foi bem marcante para vocês? Alguma ação, uma intervenção? Um dia que foi... De grafite que foi bem legal, você podia contar para a gente?
Teve uma vez que a gente foi grafitar e comeu feijoada. Foi foi maior brisa.

Super simples, super... meu um moleque muito humildade. Mora com uma menina, os dois são novos. Têm um filho. Né são Uma batalha, a gente vê assim, né? Que Que é uma batalha para eles e. E a gente fez um grafite na Avenidona. Aí comemos uma feijoada. Foi muito bom, foi foi maior maior zoeira.

Que eu conheço mesmo, assim.

O pessoal pintou até o chão, cara, da rua, da escola lá. Ficou muito bonito, né?

Que são artistas muito muito conhecidos, né? Os cara o trampo dos caras, meu, são muito lindos, né? E e também Pelo e teve também mais gente. Eu conheci um monte de gente que a gente se jun se juntou depois para ir ir grafitar de novo.

Mas como é que foi Isso aí foi uma organização, é um grupo que por e-mail se Como é que funciona isso aí? O pessoal já tem um grupo, que se encontra em algum lugar? Eh

Esá parecendo uma galeria a céu aberto. Onde você vai, tem um trampo, cara. Isso é um Cada trampo lindo. A gente já fez vários grafites por lá, né? Não dá nem para lembrar, assim, direito assim. Tem muitos eventos lá, legal, bacana.

Alguém te apresentou? Como foi isso?

Ah, eu fui lá com o meu amigo, que lembra que eu falei com o senhor.

Aquele ali você viu, né? Que é bem bonito, né? Aquele trabalho. Aí vamos lá, vamos lá, vamos lá conhecer. Aí a gen gente chegou lá, foi super bem tratado. Os caras foram muito legais com a gente. Falou para a gente ir num tal dia que iam estar lá os grafiteiros.

Aí estava tendo oficina. Aí falou ah, entra aí e começa a desenhar, né? vocês vão aprender algumas técnicas, algumas coisas, mas é uma escola assim, né, no grafite.

E colocar dentro da ong, assim. Aí a gente parou de ir um pouco e começamos a desenhar, desenhar. Foi um dos primeiros desenhos que eu fiz, assim, alguns dos pri dos primeiros desenhos que eu fiz de esquerda, assim, lá.

Ficou da hora, ficou da hora. Você já era canhoto? Não, não. Ô Ficou da hora. Tenta, mano. Tenta mais. Força mais. Você pega uns detalhes ali, outros aqui. Aí fui tentando, tentando. Aí eu comecei a passar para a para a parede. Sozinho né.

Aí já chamaram a gente para um evento. Agora o evento que foi, cara. O primeiro, assim. Eu não vou lembrar, velho. Não vou lembrar, a gente saiu várias vezes de lá, né? Aí a gente começou a grafitar direto com o pessoal lá, né?

Com a gente mesmo, velho? De falar, não, vamos pintar, vamos pintar. E sair para pintar, né?
Você falou que teve alguns problemas com a polícia recentemente, foi com grafite?
Foi. A gente tem dire direto, né? O grafite tem direto. Até o cara entender que aquilo ali não é uma pichação, velho. O cara já estragou sua lata. A gente compra, a gente paga quinze reais uma lata de spray, cara. Uma lata boa de spray. Então a gente está pagando, a gente não não é uma... O cara que picha... Eu o cara não não, jamais ele vai pagar quinze reais numa lata né velho para para fazer o nome dele né eu duvido muito que tenha pichador que faça isso, porque eu quando eu pichava, meu Deus, para mim a Colorgen tava ótima, a Colorplique, as pior e para mim foi... Foi o gra o grafite no... Qual é que foi a pergunta mesmo? Eu sa eu saí, cara.
É que você comentou que tinha alguns problemas com a polícia recentemente. Ah tá

É verdade. Eu não sei se aconteceu alguma. <laughs> Qual foi o caso assim? Ó de
Eu nunca fui agredido, não, cara. É por causa de pin de estar pintando. Já tive amigo que foi, mas eu nunca fui, né?

Eu toquei na casa, bati, falei, era o muro de trás assim da casa, super só passando para ver mesmo o muro, para vocês falarem, não, nossa, é mesmo, esse muro aí nem não vai incomodar o cara nunca, não sei porque o cara fez isso e tal. Aí eu fui lá, pintei, fiz o grafite, fiz um rosto e tal, o cara foi e pintou, né, pintou por cima, jogou tinta por cima, ele sujou, né, na verdade ele sujou o trampo que eu tinha feito, né. Só isso mesmo, assim de, relacionado à polícia e ao grafite. Só isso mesmo que eu tive de problema né.

Como é que a comunidade recebe vocês? Como é que é essa relação? Meu
Super bem, cara. Eles dão refrigerante, dá água, se está com sede, dá água. Caso comece a chover, eles põem a gente para dentro da casa deles. É quebrada, né, velho? Quebrada você é bem recebido. Você chegou humilde.

A gente chega cumprimentando todo mundo, super legal com todo mundo.

Ou ou sei lá, né? De igreja, esses negócios, né? Porque a gente chega cumprimentando todo mundo, com a molecada. Ô, tia, tal? Fazer um desenho aqui, seu muro. Aí É, faz a a santa. Não, não é bem assim, calma que a gente tem um trabalho já que a gente faz, não sei o quê tal. E essa, eh ela, para mim, assim, é ótimo. É ótimo. Eu Pelo menos a gente fez foi fazer um grafite lá na onde eu conheço o pessoal mesmo, que é na E, com co meu, ali a gente foi muito bem recebido. Muito bem recebido. O pessoal tratou a gente super bem. A gente fica à vontade mesmo. Tem Deixa a mochila lá no canto, cheio de tinta, ninguém mexe. Câmera, né? O pessoal sabe que a gente... Só fica pedindo para a gente escrever não sei o quê não sei o quê lá na parede que enche o saco né.
Por exemplo?
O nome.
Oi, desculpa.
Tem tem tem depende às vezes é é

Desenho livre, entre aspas né. Né sempre se junta com um grupinho e fala assim, ah vamos fazer um trampo junto, assim né, mais ou menos assim, assim. Não não é também ah, jogou lá, já era.

Tem alguns eventos que sim.

tinha no

Ele ganhou um dinheiro, ele vendeu tipo um quadro, ganhou um dinheiro, aí assassinaram ele e tinha sumido o dinheiro, o cheque. Foi o que me falaram, né? Da carteira dele, né? Morreu afogado, Porque lá tem a represa, né?

E ele era um grafiteiro muito muito conhecido, né?

É que eu participei de um só, né?

que que são mais conhecidos, que estão fortalecendo o grafite da onde eu vim né. Porque o fra o grafite hoje é muito enfraquecido né cara. Ele não é valorizado de jeito nenhum mano. Ele só é criticado. Eu sou muito criticado e até dentro de casa por causa disso. Mas, conforme o tempo passa, a gente crê que vire um uma Europa daqui a um tempo, né? O pessoal comece a gostar mesmo, né? Gostar do grafite. Gostar de ver, incentivar, né? Ao grafite.
Isso já entrou em em debates aí sobre isso com o pessoal ou já foi?

Ah já Que críticas que eles fazem ao grafite?
Falaram que é perca de tempo, que o negócio é trabalhar e procurar e ter dinheiro não é. É o que toda mãe fala quando um jovem tem escolhe alguma coisa diferente né, um jovem alternativo. Escolhe alguma coisa, fazer uma faculdade, vai uma faculdade que os pais não que não dá não dê dinheiro né. Com certeza o pai vai chegar e vai falar, Vai procurar um negócio que dá É a mesma coisa, cara. Você está grafitando, você está você perde o seu final de semana. Se você está numa época que você está no rolê, você não consegue fazer o grafite. Você se afasta do grafite. Porque, querendo ou não, você ele toma seu tempo né. Aí vai de você, vai do seu momento né. Eu já tive várias vezes que tipo não conseguia nem desenhar. Não é que eu não conseguia, eu não tinha vontade, não tinha criatividade nem de desenhar. Aí ficava uma semana, um mês sem desenhar. Aí voltava. Porque você não perde o desenho, né? você não não É como andar de bicicleta, né, cara? Você não perde. Só que você tem que estar inspirado para fazer, né? Você não pode forçar, né?

Conta para a gente aí o seu. Conta um dia seu para a gente.
Um dia meu? Ah Ah, eu eu trabalho meio período das oito ao meio-dia.

Aí desenho, aí entro na internet, comprei um notebook faz pouco tempo, né? Aí fico lá na internet vendo meus e-mails, desenhando, escutando um Jorge Ben jor, só umas coisas assim mesmo. Eh Aí tem que ligar, né? Aí tem que ligar, trocar umas ideias que não pode ver todo dia, né? Então tem que... sempre tem que ligar á noite. Namorada não, né? Ficante, né? Porque namorada não é bem o que eu diria, né?
Você já desenhava antes do grafite né Antes do grafite?

Já desenhsva né Já Você começou a desenhar quando alguém te influenciou Aí é
É desde moleque, velho. Desde moleque eu grafito... Grafitar oh eh mesmo é difícil. Eu acho que o cara ele tem que ter uma idade mesmo né para para estar grafitando, porque mexe com tinta, né querendo ou não é uma coisa química ali né. E o desenho não. O desenho vem vem da escola. A professora, quando falava desenho livre, nossa senhora, para mim era uma Todo mundo fala ah Eu aê desenho livre aí ia lá e ficava desenhando né. Eu tenho um desenho na pasta que Sexta ê cara. Estou com vinte e um anos né sexta ê. Nem sei que idade eu tinha na Sexta ê. Eu não consi não não me recordo, mas eu sei que faz tempo.

Estudava lá. Nessa época aí né que eu fiz.

Suas expectativas em relação ao profissional, ao próprio bairro né, que você viu ele mudou muito. Né quais são suas expectativas em relação à sua vida profissional, bairro, família
Eu estou feliz, estou bastante feliz mano nesse momento. Para mim, estou feliz mesmo. Tendo muito eu estou vendo que eu estou evoluindo, não estou indo para baixo, estou subindo né os relacionado lá onde eu moro, eu vou mudar, né? Mas eu sei que eu vou continuar lá, cara. Nasci ali não adianta. Eu posso mudar para a Zona Leste, mas eu sei que o meu pé de meia vai estar ali. Eu sempre vou colar para conversar com o pessoal, porque eu conheço todo mundo. Se um dia você dar uma volta comigo, lá onde eu moro velho, você vai ficar impressionado. Que E aí? E aí E lá está melhorando, cara.

A quebrada era, não tinha loja, não tinha nada. Aí Ixi, lá agora tem Casas bahia, tem um banco para todo lado, tem um monte de coisa lá. Está evoluindo, está melhorando, né? Foi o que eu falei, né? Você também aos poucos, né? Que é a nossa política, né? Parece uma tartaruga. Aos poucos, bem devagarzinho mesmo, né? Mas está evoluindo.

E minha família está feliz porque a gente... Eu durmo no mesmo quarto com a minha irmã já faz vinte e um anos, cara. Ela tem vinte e quatro anos, eu tenho vinte e um e. Imagina as tretas que dá, velho. Nossa senhora, você não tem noção mano. Nós só faltou se pegar, tá ligado? Só não se pega porque ela é menina e eu sou menino, porque senão, né? E a gente vai mudar para um lugar onde tem um quarto para mim e outro para ela. Se Deus quiser, de dar tudo certo. Vai dar, né? E estamos evoluindo.

Que já é uma bênção, né? Por causa do trânsito né. Sentido... Sentido eh... Centro, né? Depois da ponte, sentido centro, né? E é isso, cara.

Tem alguma história, alguma coisa que eu não perguntei, que você gostaria de contar para a gente, que foi marcante para você? Eh alguma história que a gente deixou passar, e que você gostaria de compartilhar conosco? Ah eu eu
Eu eu queria falar assim uma coisa que eu passei foi o, o período que eu passei no hospital, assim, que eu fiquei internado, que eu vi muita coisa, cara. Eu vi muita coisa. E a gente só aprende mesmo vendo né cara tipo eh. A gente no no a gente está quer sempre estar fora de casa, mas a gente percebe Aí, com o tempo, você fora de casa né, eu internado assim, a gente percebe tudo tudo assim em volta. Você estar só de você estar andando cara eh com saúde, vendo né, lendo, sa eh pensando, já é uma uma bênção cara. Porque quando você fica no hospital, você vê tanta coisa, você vê muita dificuldade né. E a gente às vezes reclama de uma unha quebrada, ou de um tênis rasgado. E acho que foi uma coisa que eu aprendi assim, que eu queria passar. É isso, a gente dá valor até o ar que a gente respira. no nosso dia-a-dia, porque foi isso que eu aprendi no hospital, cara. O tempo que eu passei lá, né? Conversando, conheci muita gente. Eu escutei muitas histórias que a minha ficaria fichinha do lado, assim, daque de histórias que eu escutei, né? Lá no hospital. E que é isso que eu queria deixar, queria falar, assim. Tirando o que eu já falei, né?

Obrigado vocês, de